que eles se casaram em mil novecentos e trinta e oito. Meu pai morreu ainda muito cedo. Minha mãe nos criou praticamente sozinha, com a ajuda de uma tia irmã do meu pai e dos meus avós maternos. Mas foi assim, ela foi uma grande lutadora e uma grande heroína. Esse é o conceito que as pessoas de São Carlos têm dela. Ela criou três filhos desde tenra idade, praticamente sozinha.
Dois irmãos?
Tenho dois irmãos. Uma irmã que é mais velha e um irmão que é mais novo.

Descreva um pouco os fatos marcantes da sua infância.
Bom, aos três anos de idade eu perdi meu pai. E esse foi um fato que, foi um fato que marcou muito nossa vida, porque praticamente nós fomos criadas, criados sem ele, né? E minha mãe sempre lutou muito, batalhou muito, Para nos manter na escola, sempre incen, nos incentivou muito a estudar, a ir para a escola, porque ela não tinha também muita instrução e ela encontrava muita dificuldade na época para, para nos criar. Então, com isso, nós conseguimos, talvez pelo grande incentivo que ela nos tenha dado, Nós sempre nos interessamos e gostamos muito de estudar, sempre fomos muito bons alunos na escola e sempre tivemos assim uma paixão incrível pelo ensino, pela escola, pela curiosidade que os estudos despertavam em nós. Queríamos sempre estar sabendo mais. Isso nos ajudou muito a a ter uma escolaridade muito boa, se sempre fomos muito assim elogiados na escola né, também por nosso comportamento, pela nossa, pelo nosso, pela nossa capacidade, inclusive, até de aprender.
Na sua infância, você passou. Agora.
Lá em São Carlos. Porque eu, na verdade, eu conheci Barretos depois de adulta. Porque vi, nós viemos para São Carlos eu ainda era muito pequena. Meu irmão nasceu em São Carlos, né E na infância, âh embora esse fato do com o falecimento do meu pai tenha nos marcado muito, e fosse uma infância muito batalhadora, Nós tivemos uma infância alegre e gostosa, minha mãe tinha por nós um grande amor, ela nos criou um por todos, todos por um, e muito unidos, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e nós somos unidos até hoje. E nós também brincávamos muito, havia muita criança da na nossa vizinhança, e como nós tínhamos um quintal grande, minha mãe trabalhava fora, nós tínhamos um quintal grande, a criançada se reunia toda lá para brincar, então nós inventávamos muitas brincadeiras, era muito gostoso. Íamos para a escola, na saída da escola nós também íamos estudar, fazer as lições, os estudos, então nos reuníamos em casa, assim, cerca de, às vezes, até dez pessoas. E havia pessoas de séries diferentes na escola, mas nós estudávamos todos juntos. E era interessante também porque quem estava em série mais adiantada conversava o que estava aprendendo com os que estavam nas séries mais atrasadas né, e talvez isso também fosse muito importante para nós na época E brincávamos muito. Nós tínhamos também, morávamos perto de uma igreja católica em São Carlos, que frequentamos muito. E lá também tinha muita atividade de cultural âh, teatro, dança, coral da igreja. E também a criançada se reunia muito lá para brincar, porque tinha um pátio muito grande em frente à igreja, onde a gente podia brincar, jogar bola. tinha balanço, essas coisa que criança gosta, né? Quermesse. E nós nos reuníamos muito lá também para brincar, de forma que a nossa infância foi até muito gostosa, embora com grandes dificuldades, mas muito boa.
Descreva um pouco agora a sua juventude.

E de qualidade muito boa, porque na época que eu estudei as escolas eram de qualidade muito boa, tínhamos grandes e bons professores. E nessa época do ginásio né, que já é a uma parte assim que a gente começa a se tornar jovem né, e eu entrei na escola com seis anos de idade, no primeiro ano. Entrei analfabeta no primeiro ano do curso primário. A gente tinha assim na escola também muitas atividades culturais. Eu participava do Grêmio. Eu sempre fui uma pessoa muito política desde criança, talvez. E Participava do Grêmio, participava das atividades culturais da escola, tinha orfeão, cantava no orfeão. Eu fazia teatro também na escola e além disso estudava muito né. E passeávamos assim o pessoal da escola, nós fazemos excursões e também com o pessoal na igreja. Desde criança nós sempre fomos muito criados assim em conjunto social com os grupos que nos cercavam né, na igreja com os grupos do catecismo da da das, da cruzada, na escola com os grupos da escola nós fazíamos excursão Íamos para as fazendas, para as cidades, conhecer outras coisas. Isso também era muito interessante, porque ajudava a, o nosso relacionamento social né fora da da família. E Depois, também fazendo o curso clássico, nossa classe era muito pequena, então nossa turma era muito unida. Éramos, acho que, treze ou quatorze pessoas no curso clássico, que as as classes foram, elas começaram com trinta, mas foram diminuindo no. Terminamos, acho, que o curso com quatorze pessoas. E saíamos muito, íamos passear, paquerar, ao cinema, que na na época tinha cinema na cidade né, nós gostávamos muito de cinema. E frequentávamos muito bailinhos da escola para juntar dinheiro para a formatura. E nesse ínterim também a escola de engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo funcionava a todo vapor, então tinha também muita atividade lá que frequentamos muito.
Você disse que desde criança você já foi muito política. <laughs> Acho que sim Você participou de algum movimento político nessa época?
Na época da ditadura eu trabalhava no, na escola de engenharia de São Carlos né, mais precisamente no centro acadêmico. E lá o movimento estudantil foi muito intenso, tanto que quando houve a repressão forte aqui em São Paulo, a luta passou a ser em São Carlos, o centro né, o centro. Então eu convivi muito nesse meio também. Então eu já tomava partido contra a ditadura nessa época, até porque sempre preservei a liberdade. Eu acho a liberdade, acima de tudo, um bem que a humanidade tem que ter e preservar, e os povos têm que ter o direito de decidir seus destinos. Cada povo tem direito a decidir seu destino. Agora, os meus avós são italianos, então acho que isso também contribui muito para a formação nossa política. de tomada de posição não só na política partidária, mas na política nossa ao tomar atitude frente às coisas. A luta pela sobrevivência, a luta por pelos ideais que nós defendemos. A sua, a sua atividade política, então, era através do Grêmio que você. É, eu participava, apoiava, agora nunca saí na, âh raríssimas vezes saí na rua para apoiar os movimentos. Âh, âh, e Mas dentro lá do centro acadêmico sempre apoiei e sempre dei o maior apoio à <coughs> às atividades contra a ditadura e sempre lutei muito por partidos políticos que pregassem a a liberdade, que pregassem o desenvolvimento social. E também, nessa época, eu também fazia teatro amador em São Carlos, que era um grande centro de cultura na época. E o teatro amador era um destaque muito grande na cidade e no estado de São Paulo. São Carlos foi um dos grandes polos, São Carlos, Santos e Rio Preto. Dentre outros, mas esses foram os principais movimentos do Teatro Amador no estado de São Paulo. E eu participei muito desde sessenta e sete até mais ou menos setenta e Depois disso, quando o movimento começou, eu participei da Federação de Teatro, da Estadual, da Municipal, e, e depois disso, participava também na cidade dos movimentos culturais, das da das comissões de cultura que tinha na cidade, de cinema, de teatro, de literatura. Depois, quando o movimento de teatro começou a, o seu declínio do Teatro Amador né, nós eh, foi criada na Universidade Federal de São Carlos um grupo de dança folclórica do qual participei muito tempo. Era um grupo muito interessante porque, além da dança folclórica que difundíamos também nas cidades, Porque com o Teatro Amador, eu acho que nós, âh estivemos em quase todas as cidades do estado de São Paulo fazendo apresentação. Foi assim um boom, uma coisa muito interessante né. E depois com os grupos de dança também participamos muito, principalmente das festas juninas que existiam nas cidades próximas de São Carlos. Na região de Santa Eudóxia, a Universidade Federal também desenvolvia uma atividade cultural, que nós participávamos junto a essa população dessa cidade, que era na época uma cidade essencialmente rural, perto de São Carlos. mas que ela era mesmo uma cidade rural. Então era muito muito gostoso, muito bom. Nós íamos para lá para desenvolver programas de arte, de pintura, de dança também com as pessoas lá. Então era muito interessante.
Você queria ser quando você crescesse?
Professora. <laughs> Eu já, quando era criança, entrei na escola com seis anos de idade. Eu já disse que eu era analfabeta quando entrei na escola. A minha irmã ia para a escola. E eu chorava o dia inteiro que queria ir para a escola também. E não podia entrar na escola antes de sete anos. E na época não tinha assim curso, como tem hoje, pré Os prés, né? E a minha mãe conseguiu que eu fizesse, que eu entrasse no primeiro ano na Delegacia de Ensino de São Carlos. Então eu fui autorizada a entrar porque ela fez também um, ela travou uma batalha em São Carlos para conseguir me matricular na escola porque não podia. E daí eu fui, nessa época, então, eu chegava em casa e imitava a minha professora. <laughs> Eu tinha uma lousinha que havia ganhado de um vizinho da minha avó. Os gi, o giz, eu pegava os toquinhos da escola escondido, né? E eu ficava, ah depois que eu saía, porque eu ia para a escola de manhã, depois do almoço eu ficava lá à tarde na escola dando aula para o vento, né? Mas eu ficava, o que a professora ensinava, eu ficava à tarde ensinando para o vento. Mas pa parecia que eu tinha uma classe lotada. E o meu irmão brincava e dizia assim, lá vai ela dar aula para as <laughs> Vai ela dar aula para a assombra E era muito legal. Então, eu acho assim, a minha mãe achava professor uma coisa assim belíssima, né? Acho que isso nos influenciou muito, porque nós três somos professores. Então, desde essa época, depois eu tinha uns nove anos, eu fui dar aula de catecismo na igreja. Olha só, eu dava aula para as crianças também de sete, oito anos. Olha só a minha a minha E nessa época também, eu co eu comecei dar aula de catecismo, eu comecei a descobrir que decorar as coisas era muito complicado. Porque você decorava e não sabia o que estava falando. Com nove anos de idade. E eu comecei a descobrir que era muito mais interessante a gente entender o que estava falando. Então, por exemplo, você ia rezar o Pai Nosso. Então eu falava assim para a criançada, criançada como eu Vamos, vamos conversar um pouco sobre o que significa falar Pai Nosso que estás no céu. Então era uma frase. Então a gente ficava um tempão, cada um falando o que que achava que isso significava. Era muito engra, teressante. Hoje eu acho muito interessante. Na época, né. E daí a outra frase tal, até que você analisava o Pai Nosso inteirinho. E daí as crianças também aprendiam a rezar mais rapidamente. Daí um dia passou a catequista e falou assim, nossa, depois a gente começava também a fazer isso com o catecismo, que tinha catecismo, não sei se vocês também frequentaram a igreja, né? O catecismo são lições que as crianças estudavam na época, que eu não sei se hoje ainda estudam. Então cada, tinha as perguntas e a resposta. Então, assim, quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, criador de Então, vamos ver o que que, que que é isso para a gente, né? E daí, um dia, a catequista chefe passou e falou assim, nossa, mas como vocês estão adiantados, né? Eu era também uma criança, não tinha nem o que responder. E ela achou que né, ia muito rapidamente. Mas ia rapidamente mesmo, porque quando você discute, você entende. Entendendo, você até decora né, as coisas mais facilmente, grava né mais facilmente. Então, eu acho que sempre quis ser professora. Depois, quando eu estava também no, eu dava, quando eu estava no ginásio, eu dava aula particular, que os meus professores mesmo mandavam algumas pessoas que estavam em séries antes da minha para eu dar aula particular de português, de de latim, na época eu estudava latim né. Eu dava algumas aulas particulares e, quando eu estava no terceiro clássico, minha professora de latim, me encarregou de dar as aulas de literatura latina para os meus colegas. E eu aceitei a missão com a maior. Eu falei para ela, mas eu não sei literatura latim Ela falou, não tem importância que eu te empresto os livros. E me emprestou mesmo uma pilha de livros que eu estudava muito para preparar as aulas para os meus colegas. E eu era muito séria, até o pessoal tirava muito sarro, né? Falava assim, ah, pô, mas você está pior do que a, do que a professora, né? Que fica aí, que não para de ficar ensinando e tal. Porque eu eh, eu dava aula muito sério, parecia que era eu a professora. <laughs> E ela sentada lá, viu? Ela ficava sentada lá assistindo as minhas aulas.
Então, eu acho que eu sempre quis ser professora mesmo. Então, a sua formação você fez em São Carlos, magistério? Não, não fiz magistério.
Eu fiz faculdade de filosofia. Filosofia. Ciências e letras né, na área de português e francês. Em São Carlos? Não, eu estudei em São José do Rio Pardo. Porque na época que eu fui fazer faculdade, não havia curso noturno na Unesp de Araraquara. E eu precisava trabalhar para estudar. Então, eu tive que estudar numa outra cidade, que eu viajava todo dia para ir para lá. Você tem formação acadêmica, então, em filosofia? Sou Eu fiz letras, sou licenciada em letras na Faculdade de Filosofia, Ciências, ciências e Letras de São José do Rio Pardo. Depois eu fiz na Unesp de Araraquara curso de especialização em teoria li literária e gramática da língua portuguesa. E em São Carlos eu fiz na Universidade Federal de São Carlos especialização em tecnologia educacional. Fora isso, participei de inúmeros seminários e cursos e congressos na área também das da das letras né, das letras e das artes de teatro e depois também na área de pedagogia, porque na área de pedagogia eu sou autodidata.
Conta agora, a gente vai falar um pouco da sua atuação profissional. Com que idade você começou a trabalhar?
Eu comecei a trabalhar mais ou menos, eu tinha acho que uns dezenove anos aqui em São Paulo. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei na. Porque antes de fazer faculdade, eu vim para São Paulo e fiz meio ano de cursinho aqui. Então, porque na época que eu terminei o curso clássico, eu não precisaria nem fazer facul, nem fazer cursinho para entrar na faculdade. Poderia ter fez feito exame direto. Só que eu fiquei um tempo sem estudar. E daí, então, para fazer o vestibular, eu vim aqui em São Paulo fazer um cursinho na Usp.

E eu consegui esse emprego porque eu escrevia muito bem, segundo o o entrevistador, o chefe de pessoal que me fez a entrevista e que me fez os testes, eu escrevia muito bem. Embora eu não tivesse prática de trabalho, e eu era muito boa datilógrafa também, né? E E cálculo, matemática, essas coisas. Então eu já consegui um emprego logo que eu vim para São Paulo. E também na época não era tão complicado a gente conseguir trabalho, tendo uma boa formação. Até hoje eu defendo que a boa formação do indivíduo âh, faz com que ele tenha uma boa carreira profissional.

A formação geral é que te dá condição de você ter mais facilidade para aprender outras coisas. E o, as questões do trabalho não são tão complicadas do trabalho específico. Não são tão complicadas de aprender se você tem uma capacidade boa, lógica, de raciocínio, de assimilação, de comparação, etcetera Você transforma, você transpõe. Uma aprendizagem para outros campos, tal E daí eu trabalhei aqui em São Paulo dois anos e depois eu voltei para São Carlos. Que idade você tinha? Eu tinha uns dezenove Eu fiz carreira profissional rapidamente também. E eu voltei para São Carlos porque minha mãe fez uma cirurgia tal, e precisava que eu ficasse lá com ela. Eu voltei para São Carlos e fui trabalhar lá. E daí que eu fui fazer faculdade em São José do Rio Pardo. Esse seu próximo trabalho era. Em São Carlos eu continuei trabalhando também nessa área, né? E depois que eu fui, eu trabalhei no, cheguei lá, entrei para trabalhar numa indústria no setor de venda. Fiquei lá um tempo e depois fui trabalhar numa construtora. E na construtora eu fui, fiz uma carreira rápido rapidamente eu já tinha uns vinte e três, vinte e quatro anos, eu já era encarregada de departamento de pessoal de uma construtora que tinha aproximadamente uns quinhentos empregados e fazia construções em vários estados do brasil e eu era a responsável por todo o departamento de pessoal desde a contratação até a demissão e acordos na justiça do trabalho Depois, então, saí daí e fui trabalhar na escola de engenharia, no centro acadêmico, que lá eu trabalhava meio período, ganhava o mesmo salário da construtora e eu tinha mais disponibilidade para estudar. Então, eu dei preferência e foi muito bom, porque lá eu tive uma experiência muito boa. Foi lá que eu comecei propriamente a trabalhar com cursos né, e aliado ao à experiência que eu tinha já na indústria, nas empresas privadas, porque eu comecei a trabalhar em multinacionais, então eu tive uma boa formação também de trabalho. O Senac me chamou daí porque precisava de uma pessoa lá para dar cursos na área de arquivística e correspondência comercial. E eu era uma das únicas pessoas em São Carlos que tinha curso de letras, âh correspondência comercial e oficial e arquivística. E eles precisavam de pessoas que tivessem esse trânsito. E daí me chamaram se eu queria dar curso lá em mil Eu topei e fiquei até me aposentar. Eu trabalhei até mil novece o final de setenta e oito, no Senac à noite, dando cursos, e na escola de engenharia na no centro acadêmico, trabalhando à tarde e à noite no Senac, dando cursos até fora de São Carlos. Então, aí e a sua carreira no Senac iniciou em setenta e quatro. Setenta e quatro Então e até setenta e, o final de setenta e oito eu trabalhei nos dois lugares. Depois o Senac me propôs um trabalho em período integral. Foi quando eu saí do Senac, do do do centro acadêmico, e passei só a trabalhar no Senac. Fala um pouco, então, desse seu trabalho desenvolvido no Senac. Bom, eu entrei como Eu ingressei como instrutora de formação profissional. que era para dar cursos. Em seguida, eu não sei mais ou menos, acho que um ano e meio ou dois, o Senac mudou a a definição da da da ocupação para monitor de formação profissional. E daí eu também então fu, fui fui também transferida de ocupação. De instrutora passei a ser monitora de formação profissional. e fiquei dando cursos, mas em setenta e oito, eu dei cursos do Senac de setenta e quatro a setenta e Quando eu passei a a se à monitora de formação profissional, e depois de setenta e oito, aliás, não foi nesse, eu já era monitora, quando eu passei a trabalhar em período integral no Senac, foi porque eles criaram um centro de autoinstrução.

achou que eu tinha condição de assumir o esse centro de de autoinstrução. Então, eu tive assim, eu já frequentava São Paulo muito quando eu era monitora. Participava de reuniões, participava de reuniões no Hotel São Pedro, junto com técnicos, com com os diretores, que na época havia esse essa mistura nas reuniões. Participavam os diretores, Os assistentes de diretor participavam, os técnicos e participavam também monitores. Então eu tinha já esse entrosamento muito grande no Senac. E daí eu passei a dirigir esse centro de autoinstrução no Senac, frequentando também muitas reuniões aqui em São Paulo. Foi quando eu fiz o curso de tecnologia educacional na Universidade Federal de São Carlos, que foi que eu precisava ter mais instrução nessa área. Era uma coisa nova que estava sendo implantada. E o Senac tinha uma experiência muito boa de se ensino à distância, mas por rádio. E tinha também, na época, ensino à distância com, enviando os manuais para as pessoas estudarem em casa. Daí, esse centro de autoinstrução, as pessoas iam estudar lá, sozinhas, mas iam estudar lá. E eu orientava os estudos dessas pessoas, ao mesmo tempo em que também foi incorporado ao centro de autoinstrução o acervo do Senac. Então eu passei também a me responsabilizar pelo acervo até porque também sou documentalista né, dava cursos de arquivo etcetera e eu também sou âh, documentalista. No Senac de São Carlos eu âh coordenei todas as áreas de de cursos que tinha na época né Área de beleza, de escritório, de saúde, de informática começou depois. Escritório, saúde, beleza. Tinha também cursos de que eles chamavam na época de desenvolvimento empresarial. que eu fazia muitos contatos com as empresas de São Carlos, que lá em São Carlos sempre teve muita indústria, indústria de médio e grande porte. Então, na área da metalurgia na, em outras áreas também de de de com de malharias, fábricas de toalha, tapetes São Carlos. Então, tem muitas indústrias grandes lá. A Clímax, que era a indústria Pereira Lopes, que hoje é a Eletrolux. e outras indústrias da área da metalúrgica, que São Carlos era um grande centro metalúrgico. E passei a fazer muito contato também com os gerentes de recursos humanos, até para desenvolver os programas de desenvolvimento empresarial. E eu também dava cursos dentro dessas indústrias de aperfeiçoamento para o pessoal lá lá de, nas áreas de arquivo. Eu dava consultoria técnica nas áreas de arquivística. E além dos contatos para montar os programas de desenvolvimento empresarial, nessa época também eu passei a fazer muitos contatos com a esco, universidade federal na área da engenharia de produção e na área de saúde da enfermagem que nós desenvolvemos cursos de especialização em enfermagem do trabalho engenharia do trabalho e também de técnico em segurança do trabalho. Fizemos isso em convênio com a universidade, porque na época os cursos de especialização não podiam ser feitos como hoje nas eh, nas es, nas organizações particulares. Elas tinham que ter convênio com as universidades. Então esses cursos de especialização foram dados em convênio. Nós fizemos o primeiro de técnico em segurança do trabalho em convênio com a Universidade Federal por causa da engenharia de produção. E daí o pessoal da saúde da área de enfermagem se interessou por montar conosco o curso de auxiliar, de de auxiliar não, de enfermeiro do trabalho. E depois também saiu de engenharia do trabalho. Na época, esses cursos eram dados sobre a supervisão da Fundacentro, que é um órgão do Ministério do Trabalho.
Quer dizer, o primeiro local seu de trabalho, então, no Senac foi São Carlos.
Eu trabalhei lá quator Depois você. Nesse ínterim também, quando eu trabalhava em São Carlos, eu fui, me convidaram aqui em São Paulo para organizar os arquivos da área escolar, que eles na época iam ser microfilmados e precisava fazer um plano de arquivo. Então eu vim para São Paulo, fiquei aqui mais ou menos uns seis meses, fazendo todo o levantamento e as pesquisas e as entrevistas e, as pesquisas com as unidades, para poder agrupar todo o material que estava nas unidades operativas né, que elas chamavam na época, nos arquivos centrais aqui em São Paulo, que eles iam ser microfilmados. Então eu vim para São Paulo.

Nós montamos, então, o projeto, o plano de arquivos de ar o arquivo central. Então, foi microfilmado, to toda a documentação foi microfilmada. E também eu vim ta, participei aqui em São Paulo de vários projetos da na área de escritório, para atualização de cursos para, e para estudos também né, nessas áreas de de de de escritório. E quando foi em mil novecentos e oitenta e nove, eu vim para cá para trabalhar na gerência de formação profissional.
Qual era a sua atuação nesse nessa gerência, junto a essa
Eu trabalhava com a, também com a formação, com a, com com os projetos, montagem de cursos né, da área de escritório.

E foi aonde nós começamos a desenvolver a teoria do aprender-aprender, que eu já aplicava quando eu era professora no Senac. Eu já desenvolvia, então, logo que comecei dar cursos no Senac, eu já trabalhava com a teoria do aprender-aprender. Só que eu não sabia que era esse o nome. porque eu trabalhava muito com a participação dos alunos, com os grupos de trabalho. Eles construíam todo o trabalho e eu ia só supervisionando, coordenando as atividades, inserindo novas novas ideias, novos conteúdos, para que eles pudessem se desenvolver e criar os programas e os projetos deles dentro de sala de aula. E com muita liberdade, eles tinham muita liberdade, eles tinham para montar os grupos, para se, para também mudar de grupos enquanto eles estavam fazendo os projetos. Então, se um aluno não se sentia bem no grupo que ele estava, porque eles mesmos escolhiam os grupos. Ele podia mudar para outro grupo. Contanto que ele pedisse demissão nesse, visse, consultasse se havia vaga no outro, fize eh fizesse entrevista e tal, para ver se ele poderia ser aceitado no outro grupo. Então era toda essa trama, essa essa transa empresarial que já eram desenvolvidas nos cursos que eu dava. Então eu já tinha muita experiência em trabalhar né, se com aprender-aprender.

A gente já começou a aplicar toda essa teoria. Depois, quando o Senac fez o a proposta estratégica de da década de noventa, aonde aparece ah, o aprender-aprender, etcetera, daí nós descobrimos que era tudo o que nós estávamos fazendo, nos cursos que estava sendo âh, importado no proje, no no na proposta estratégica da década de que era o aprender-aprender e a, com a base no conhecimento né e. E depois daí, que nós estávamos trabalhando na gerência de formação profissional, houve uma mudança estrutural no Senac e todas as gerências que existiam lá no oitavo andar né, que eram as gerências que administravam âh os cursos, todas a, toda a área de formação do Senac, foram transformadas em centros de especialização né, as unidades especializadas. Foram criadas as unidades especializadas. Eu fiquei um e Eu fui trabalhar com o cordão, que passou a ser o gerente da unidade especializada de de de educação né, o centro de educação. que se chamava Centro, e não é que eu esqueci o nome Era o Centro de Educação, mas ele tinha um nome aí que eu me esqueci agora, mas daqui a pouco eu me lembro. E e eu fiquei ainda trabalhando um tempo com a formação dos professores. Nós ficamos um tempo lá trabalhando com o, a formação de professores. Posteriormente âh, aos poucos, foi mudando a essa formação de docentes, E e eu passei a trabalhar, coordenar a área, uma área de formação no centro de, nesse centro de educação, que trabalhava, eu transformei esses cursos que nós dávamos para professores em cursos que eu dei o nome de Como é que chamava o curso que eu dava lá no centro de, curso de a ah, Pedagogia do aprender a aprender e a Formação das Pessoas. Que parece que existe ainda esse curso, não sei se com a mesma proposta, mas parece que ele tem esse título ainda lá no no centro de edu do, da consolação hoje. E eu passei a coordenar, então os os, eu dava esses cursos não só para professores de escola, professores do Senac, mas para diretores e para e para diretores também de empresas de de de recursos humanos na área de treinamento. Então, muita gente passou a frequentar esses cursos. Também porque eles viam nesses cursos a proposta de não só para você ser professor, propriamente dito, mas para você âh coordenar grupos. E como eles trabalhavam com grupos né, o Departamento de Recursos Humanos trabalha com grupos e treinamentos, inclusive, participaram muitos gerentes, inclusive da Petro venha, veio engenheiro da petrobras do Rio de Janeiro, da da na época era a Telesp, de várias empresas de grande porte. Uma vez também veio uma professora da Universidade Federal da Bahia fazer curso aqui no Senac, esses cursos que eu ad, que eu ministrava né. Então, isso também me deu muita experiência, uma visão de mundo muito maior, porque em contato com essas pessoas, você automatica, em contato com todo mundo, você automaticamente passa a a desenvolver-se também. Mas, principalmente, essas pessoas também tinham uma grande contribuição para o desenvolvimento desses projetos e desses cursos. E eu coordenava também outros projetos e com outras, em outras atividades né de formaçã em várias, em várias áreas, na ética e a formação das pessoas, o aprender a aprender e a formação das pessoas. E a, na época eu também, como como havia esse grande movimento nas indústrias de mudança de organiza na organização, eu encor, eu então criei toda a metodologia do aprender a aprender centrada na no aprender a aprender, a formação das pessoas e a nova organização do trabalho. Esses cursos abrangiam toda essa, toda essa proposta né, de aliar o aprender a aprender à formação das pessoas e ao à nova organização do trabalho, que ela na época era muito difundida, era muito. Pretendiam que fosse muito participativa, embora o povo das indústrias achasse que ainda tinha muito eh, estava muito ainda centrado no Taylorismo. Mas, como o processo de mudança e de transformação é um processo lento, quando se tratam de pessoas, então fazia parte também uma certa, não demora, mas uma certa adaptação a essas novas metodologias né de transformação do trabalho e transformação social. E as pessoas também aliavam muito esses cursos que eu ministrava à educação da de hã dos filhos também né, porque eles viam uma proposta assim muito interessante de de de de conversa, de diálogo, porque meus cursos sempre foram muito baseados no diálogo. E eu também sempre me baseei muito no Paulo Freire para nas minhas discussões, tanto que se vocês pegarem hoje os meus escritos, tem muita coisa do Paulo Freire fundamentando as coisas que eu escrevo na área da educação né. que eu Foi criado, foi criada. Foi logo Eu acho que foi na década de oitenta?

Mas foi, acho que na segunda metade do Ou na década de Noventa, não, na década de noventa, acho que nós já trabalhávamos nesse centro. Acho que foi mais ou menos em, é por aí, em mil novecentos e oitenta e, acho que noventa, noventa e um Acho que foi cria, foram criados os centros especializados nos, as unidades especializadas no Senac. E depois, âh acho que mais ou menos em mil novecentos e noventa e cinco, eu passei a trabalhar no Centro de Educação Comunitária para o Trabalho, que depois passou a ser Centro âh, de cê gê tê, parece, né? Que era Centro Mas não, eu já não trabalhava, eu já tinha me aposentado quando ele mudou de nome. Até a época que eu trabalhava lá no no no centro, ele se chamava Centro de Tecnologia âh Comunitária. Não, Centro de Educação Comunitária para o Trabalho, depois que ele mudou de nome. E E eu fui trabalhar lá, o que foi, assim, para mim, uma grande, uma grande satisfação. Porque eu sempre tive muita preocupação social e eu não tinha tido ainda a oportunidade de trabalhar com essa, com esse público que o Centro de Tecno, que o Centro de Educação Comunitária trabalhava. Na escola de engenharia na, eu trabalhei no no, quando eu trabalhava com, em departamento de pessoal, porque eu fui encarregada de pessoal, eu trabalhava com pedreiro, com as serventes, com carpinteiros, com eletricistas e com o pessoal meu ali do escritório, mas que era um pessoal que já tinha o, ou profissão ou ocupação, porque o pedreiro tem a ocupação, o servente, os auxiliares, todo esse pessoal, engenheiros, eles têm formação. Depois eu fui trabalhar lá na, e quando eu trabalhava também nas indústrias, as pessoas tinham formação. Agora, quando eu fui trabalhar na na escola de engenharia no centro, no centro acadêmico, eu trabalhava com estudantes da escola de engenharia. Então, era um pessoal que tinha já uma formação âh né, âh já eh de elite, porque as pessoas que estudam, que conseguem terminar ginásio, que hoje é o ensino fundamental, o curso colegial, que hoje é O ensino médio e que estão na universidade são pessoas, são a elite do país né, são a elite intelectual do país. Então âh, independentemente da classe social, porque quando você consegue ascender na escola, você já está, já é elite né, porque as pessoas já são excluídas logo que entram na escola né, neste país. Então, daí eu passei a trabalhar com essas pessoas, as excluídas, né? A maioria delas excluídas.
A sua social iniciou com esse
Não, não e se iniciou com esse trabalho, porque desde que eu dava, que eu estava na igreja dando aula de catecismo, eu já dava aula na, eu também fui dar aula de catecismo na zona rural. Quando tinha a preparação das crianças para fazer primeira comunhão, eu era também convidada a ir dar aula também para essas crianças na zona rural. Então, esse contato eu já tinha. Mas

Foi nessa época, então, que eu comecei a desenvolver projetos para esse pessoal, E, como eu já também havia trabalhado em São Carlos com, no no se, no próprio Senac, com o pessoal que vinha da zona rural para morar nas cidades ali, nas vizinhança de São Carlos, que eram também cidades rurais, Eu comecei a perceber a diferença de instrução entre você dar aula, entre entre você dar um curso para as pessoas que estão frequentando a escola normalmente, e você dar curso para esse pessoal que vem da zona rural, que trabalha na lavoura, que são os camponeses, os né Eles ainda não eram boias frias, mas eles já eram uma tendência, porque eles moravam na cidade e iam para a fazenda trabalhar. Eu comecei a perceber a mudança de comportamento o, e o choque cultural que se dá entre as pessoas que estão na zona rural e vêm para a cidade, o choque cultural da zona rural com a urbana. Que é um choque cultural muito grande, porque para você trabalhar numa empresa numa na cidade, você precisa de certos códigos que eles ainda não têm condição de ter. É por isso que eles são também aí excluídos. E muitas vezes eles têm dificuldade até para arrumar emprego na, em serviços gerais, porque a cultura rural é diferente da cultura urbana. Então o código, quando as pessoas dizem, para se comunicar não é necessário falar bem, mas quando você vai trabalhar é, porque senão você não se comunica com o público que precisa daquele serviço âh aonde você vai trabalhar, numa loja, numa indústria, num escritório, aonde quer que seja. Então, eu percebi que a comunicação, uma linguagem, uma linguagem dita, que eles dizem erudita, mas que é a linguagem, que é o código que as pessoas da zona urbana se comunicam. Embora hoje a nossa língua esteja deteriorada, mas ainda há âh exigências de se escrever bem o português, de se falar corretamente o português, para que você consiga até projetar uma boa imagem da empresa ou da que você está trabalhando, da firma em que você está trabalhando, da companhia aonde você está trabalhando. Então, eu percebi que era muito grande, porque essas pessoas também queriam ingressar Na, queriam ingressar nesses tipos de trabalho e não tinham condição. E o Senac me mandou dar cursos, imagina só, da área de escritório para essas pessoas. E no primeiro dia que eu cheguei numa cidade âh rural em São Carlos, que era, que é Ibaté, que ela fica dez quilômetros de São Carlos, eu percebi que a proposta de curso que eu tinha para lá não ia dar certo. Porque assim que eu comecei a conversar um pouco com eles para entender o que eles estavam esperando, eu percebi que eles não iam conseguir aprender assim facilmente, a mexer com documentos comerciais, a escrever cartas. A mexer com essas coisas de escritório. Então, imediatamente eu, no no papo com eles, na conversa com eles, conforme eu fui recolhendo depoimentos, eu mudei a estratégia de curso para trabalhar um pouco as relações humanas. Como é que se dava essa, a relações humanas deles na cidade, na roça, no campo, Então, eu mudei a estratégia e tive que trabalhar outro curso. E claro, comuniquei ao Senac que era né, até porque eles se sentiram muito mais à vontade. E depois fui introduzindo algumas coisas, algumas questões da das a, da área de escritório para nós podermos conversar e introduzir um curso mais leve, vamos dizer assim. Então, quando eu vim trabalhar no Centro de Educação Comunitária, essa cultura eu tinha também né, que era diferente, que a formação deles era diferente, que eles tinham pouca instrução escolar e que eles tinham uma vivência fantástica, porque o pessoal lá que vinha da roça também tinha. Eu também tinha muito contato, porque minha família lá. Meus avós eram, trabalhavam na lavoura, eles eram lavradores lá na Itália. E eles vieram para o Brasil e eles continuaram trabalhando na lavoura. E eu tinha um tio que, inclusive, virou fazendeiro. Então, eu sempre tive muito contato com esse pessoal da família do meu pai né, esse que virou fazendeiro. Então, eu tive sempre muito contato com esse pessoal que morava na roça tal. E então, para mim, não foi um choque eh trabalhar, ir para as periferias, âh em contato com esse pessoal, porque eu sempre achei que essa gente tem, que esse pessoal tem muita coisa interessante para a gente aprender, para nós aprendermos na vivência com eles né. E eles têm uma experiência de vida fantástica. E daí eu fui construindo os programas, os projetos, desenvolvendo com o nosso pessoal lá no Centro de Educação Comunitária, tendo um contato direto com todos os professores, com todos, que eu já tinha também no Senac, com os professores das unidades do Senac, com os gerentes tal, por causa da vivência. E os cursos que nós demos, nós demos cursos em quase todas as unidades do Estado de São Paulo. Então, nós na na né nós tínhamos assim muito contato com todo esse pessoal. E lá no centro, especificamente, âh que tinha toda uma metodologia de trabalho diferenciada, era uma unidade aonde eu não, eu não tinha conseguido ainda dar cursos. Tinha algumas pessoas que tinham feito cursos comigo lá no Senac, na doutor Vila Nova. Mas assim, reunir todo o pessoal, discutir os programas, discutir os cursos, isso eu passei a fazer lá dentro.
Como eram as atuações desse centro e a sua atuação direta âh no Centro de Educação Comunitária?
Eu trabalhava muito na com a formação de todo o pessoal e trava, trabalhava muito na supervisão de todo o trabalho que era desenvolvido lá.

Quando ela foi nomeada gerente, eu passei a ser a pessoa que dava assessoria direta para ela. E como ela tinha muita atividade externa, eu coordenava todas as atividades lá dentro. E sempre tive um relacionamento muito bom lá com todo mundo, tanto que eu adoro esse pessoal até hoje. E mesmo as pessoas que já saíram do Senac, eu mantenho contato, elas me, nós estamos sempre conversando, ou via telefone, ou via correio eletrônico, nós estamos sempre assim nos comunicando e mesmo muitas pessoas do Senac com quem, com as quais eu trabalhei, Eu tenho contato até hoje e hoje também eu participo do grupo do do do Senac dos Aposentados e Simpatizantes, que todo mês tem almoço, nós nos reunimos e quem quiser pode participar, tanto que tem muita gente que está na ativa e que participa também né, que são pessoas que eu gosto muito. O Senac foi uma experiência muito grande de vida para mim. E foi um lugar, âh, aliás, eu sempre trabalhei muito tempo né nas. No Centro Acadêmico, eu trabalhei dez anos. No Senac, eu trabalhei vinte e seis anos. Uma parte desses dez do Centro Acadêmico, eu trabalhava no Senac também né, e Então, eu sempre trabalhei muito tempo nas empresas onde, nunca fui despedida de nenhuma empresa onde trabalhei. Eu sempre pedi a conta. E sempre me perguntaram o quanto eu queria ganhar para ficar. É que eu sempre estava também mudando, porque eu gosto de mudar. E no Senac talvez eu tenha ficado muito tempo, porque eu mudei muito de trabalho, tive sempre outras perspectivas, onde eu sempre tive que aprender coisas novas. Todo lugar que eu trabalhei, eu sempre fui des, eu sempre falava assim, eu sou desbravadora dos sertões em todos os lugares que eu vou trabalhar e eu preciso implantar coisas porque não tem, porque ainda, né. Então eu fui sempre tendo que desbravar, aprender coisas novas para poder desenvolver meu trabalho. E foi com isso que eu adquiri todas as experiências que eu tenho hoje.

Eu também auxiliei bastante na implantação e na finalização do programa. Fui em Brasília, também fiz contatos lá em Brasília. Tive também participação direta no alfabetização de adultos. Eu tive a participação direta na coordenaçã Fiz muitos contatos aqui em Brasília para poder implantar o projeto de da da alfabetização de adultos. Tive muitos contatos com as universidades, com a, principalmente com a Puc, com a Usp, quando nós implantamos o projeto, no recrutamento de professores, dos docentes que iam lecionar no projeto. com as ongs para nós implantarmos o, e depois também para buscarmos patrocínio para desenvolver o educação para o trabalho, para fazermos as parcerias né do do alfabetização de adultos, e em outros programas também que o educação comunitária implantava aqui em São Paulo. Então nós tivemos que buscar muitas parcerias e eu participei muito também dessas ativi E fazia também assim os progra, a divulgação, montava os projetos, os programas. E foi nessa nessas batalhas todas que nós travamos juntos lá no Centro de Educação Comunitária.

Unidade Móvel de Formação Profissional.

Porque a Uniforte, ela trabalhava nas cidades aonde não havia unidades do Senac. Eram então cidades menores. E aqui em São Paulo, trabalhava muito nas periferias de São Paulo. com organizações sociais né, que não tinham estrutura ainda, eram muito precárias. Daí o Centro de Educação Comunitária passa a ter uma outra visão da formação profissional nessas periferias, passa a atuar em São Paulo, que nessa época a Uniforte também já estava muito centrada aqui em São Paulo. passa a profissionalizar essas organizações sociais, então dando um caráter mais profissional a elas. A relação não é de, de, como é que fala, de beneficiência, beneficiência, é de formação. Então, tem que ser mais profissional. Depois então, conforme vai se desen vão vão se desenvolvendo os projetos, âh surgem as organizações não governamentais, que são as ongs, que atualmente elas são, elas vivem muito com verbas do governo, mas na época ainda elas tinham um caráter mais independente, que elas nasceram com essa proposta. de ser independentes, mas daí elas também têm muita dificuldade e passam a, também a receber verbas governamentais, até porque elas passam a substituir o Estado em várias atividades né. E elas formam todas essas parcerias e passam também, então, por conta de disso, a a receber mais verbas do governo, dos governos, tanto municipal, estadual e federal. E daí também o Senac passa a atuar na profissionalização dessas organizações sociais, trabalhando muito diretamente com as pessoas que desenvolvem os projetos, os programas e que coordenam esses programas. E foi quando o Senac também, o primeira experiência, me parece que foi na parceria que fez com a Abrinq, para desenvolver as organizações sociais, que a Abrinq tinha os projetos né, que estava precisando. O Senac fez o primeiro projeto de profissionalização de organizações sociais não governamentais. E depois aplica toda essa tecnologia para também desenvolver outras organizações, onde faz as parcerias, onde o Senac faz as parcerias e passa a desenvolver âh, docentes de organizações sociais, coordenadores e até diretores né. E Porque antes implantava os cursos nessas organizações. Depois ele passa, além de implantar os cursos, profissionalizar esse pessoal. Você atuou diretamente com a, na Uniforte?

Só quando ela fazia trabalhos na região de São Carlos. Porque você sabe que as uni, não sei se você sabe, as unidades, elas se localizavam em cidades estratégicas e elas, e elas ta, tinham que dar conta de to, das de várias cidades que estavam no seu entorno. São Carlos, na época que eu trabalhava lá, dava conta de quase Então, quando a Uniforte ia para essas cidades, âh nós sempre dávamos apoio. Então, nós estávamos juntos, participávamos. E também o Senac participava dos dos programas que eram desenvolvidos com a Secretaria do Trabalho do Estado, com financiamentos federais. para desenvolver programas nas, em várias cidades né desse de desse entorno. Então, nós também participávamos, não só como docentes, mas também contribuíamos na, com a organização e administração. Embora o pessoal das secretarias, da Secretaria de São Carlos, tinha um pessoal especializado, na época era difere, eram diferentes das estruturas governamentais, então eles organizavam e nós participávamos com eles da divulgação, do recrutamento dessas pessoas que participavam desses cursos. Então, nós participávamos também, tínhamos muita muita parceria né, com esses projetos. E depois também, quando foram de, quando houve né, o desenvolvimento desses projetos com o Fat, eu já estava trabalhando aqui em São Paulo, passei a coordenar todos esses programas. Com o Fat, aqui com a Secretaria, que daí já chamava Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, e com aqueles programas que eram para, tsc <clicks tongue> desempregados né, que eu não me lembro que era os cursos. Como chamavam aqueles cursos da da? Que é Trabalhavam com desempregados, tinha na prefeitura e tinha no estado. Não, ele tinha. Que era para desempregados, que a pessoa trabalhava se quatro dias nas na na na na na, em repartições públicas, e um dia ela ia para o Senac para fazer curso. Acho que daqui a pouco eu vou lembrar o como se chamavam esses programas. E eu coordenava tudo isso, não só aqui em São Paulo, mas no estado inteiro. Eu que fazia toda a coordenação desses programas também. inclusive nós âh, nós tivemos que montar no Senac, para o Fate, todos os cursos de de de qualificação profissional para o Fate, que depois nós também montamos para o, para esse de para dese da prefeitura, e eu me esqueci como chamava esses cursos, mas daqui a pouco eu me lembro. Vocês

Requalificação. Não. E. Não, era requalificação, mas ele tinha um outro nome, que era para, que esse pessoal trabalhava, o pessoal do Fate não, só fazia curso para requalificar. Agora, esse pessoal desse desse programa aí da prefeitura... e do Estado de para desempregados, era tinha um nome especializado. Desculpa. <laughs> Então, acho que mais ou menos, não sei se vocês, se eu deixei de falar algumas coisas que vocês querem. Pode ficar à vontade para perguntar.
Esse centro, que é um centro eh de educação comunitária, e toda essa trajetória que você vem descrevendo, eh você entende que é diferenci atividades da instituição Senac? Olha Por que que eu te pergunto isso? Você vem eh narrando todo um um trabalho que vai considerando o perfil das pessoas que vão se aproximando, tem toda uma análise aí das pessoas que estavam no campo, da cultura, da questão urbana Enfim, tem um contexto que você vai trazendo junto com essa história do Senac né, até chegar num centro eh de educação comunitária. Esse trabalho é diferenciado dentro da instituição,
Olha, na época ele era por uma questão muito simples até. Os programas do Centro de Educação Comunitária eram gratuitos porque trabalhavam prioritariamente com o pessoal de baixa renda e baixa mesmo e que não tinha condições para para pagar os cursos do Senac. Então eram programas diferenciados E e eram também outros tipos de programas. Enquanto existiam no Senac as unidades que davam cursos na área de escritório, mas para formação de pessoal, para atender a demanda de escritório. E e eu tenho uma, eu não entendo escritório como. Está difundido no Brasil, escritório lugar de burocracia. Eu entendo escritório um lugar de negociação. Porque É no escritório que se dão todas as relações de negócios, de compra, de venda, de de pagamentos, de recebimentos, de marketing, de tudo isso, de relações trabalhistas, de relações sociais, fiscais, trabalhistas, etcetera e Então, o escritório, embora não pareça, porque as pessoas atendem telefone, parece que são máquinas, É um um lugar de de negociação por excelência então eu entendo o escritório como local de negociação e não de burocracia, ê existe uma burocracia que que que que se âh, organiza essa negociação mas ela não deveria ser prioritária como ela é, as pessoas que estão nos escritórios deviam ser treinadas para atender os clientes e fa e negociar com eles, porque é isso que se faz em escritório Desde o meu primeiro emprego foi isso que eu fiz. Meu primeiro emprego foi na área de vendas. Então eu atendia os clientes ao telefone, porque tinha os vendedores, os representantes que faziam as vendas. Mas quando existiam problemas, já na questão de escritório, era para os escritórios que eles ligavam para saber como é que estava a produção, como é, quando que ia ser entregue né, como é que ia ser o pagamento, etcetera Eles ligavam para os escritórios.

Eu encaro o escritório como isso. Então, aqui no Senac, também, o escritório, a área de escritório passa a ter esse enfoque, que é na vinte e quatro de maio, que passa a ser a especializada. E as outras áreas passam também a ter, e elas passam a oferecer cursos que são as próprias companhias que financiam para os seus empregados, da maioria. Mas tem também as pessoas que elas próprias financiam esses programas. E o centro de educação comunitária não. As pessoas não têm condição de pagar um curso no preço que eles estavam, por exemplo, na área, na na unidade especializada de escritório, na unidade especializada de educação, de de de tecnologia educacional, de de beleza, de de de de. Saúde. De hotelaria, de saúde, etcetera Então, lá no Senac da educação comunitária é diferente. E os cursos também têm que ser dados de formas diferentes, com uma... Metodologia diferenciada, porque as pessoas têm pouca instrução. Então, embora se ensinassem as mesmas coisas, tinha que ser de uma forma âh, que aproximasse muito mais o docente do seu aluno. embora já tivesse em grande âh, vão dizer, em grande divulgação e e atuação a metodologia do aprender a aprender. Mas lá ela tinha que ser muito maior. muito mais âh, especializada da parte do docentes, para que esse docente pudesse entrar diretamente no mundo desse aluno né, cliente, como o Senac gostava na época de dizer. Eu não sei se isso ainda hoje se mantém, mas me parece que está mais amena né, que pode se falar aluno, professor, etcetera Na época, essa a preferência era por cliente, era por era por docentes, etcetera E e ele tinha que entrar nesse mundo do aluno para ele ter maior facilidade de conversar com esse aluno, de dialogar com ele, para que ele pudesse ensinar e apre, e os alunos aprenderem a tecnologia que esses docentes tinham para, para que esses alunos aprendessem. E é claro que a ênfase sempre foi Na aprendizagem né, eu acho que desde que eu entrei no Senac eu tive isso muito claro, que o, não é importante o que se ensina, mas é importante como, o que se aprende e como se aprende, da daí é que passa a ser importante o que se ensina e como se ensina. e mais recentemente então também passamos a trabalhar com a desenvolvimento das competências que já era uma coisa muito falada nas companhias nas empresas Mas ainda pouco conhecida porque quando se fala em quando se falava em você é competente era porque você sabia fazer as coisas muito bem e resolver problemas muito bem, mas as pessoas não tinham muito claro como é que se dava esse fazer bem e resolver bem os problemas é o ensino por competências que passa a destrinchar isso e a dar mais, e a instruir mais a respeito de como é que se dá o en,a competência e como é que ela se articula nas cabeças das pessoas para que elas consigam resolver os problemas de forma âh, competente, quer dizer, adequada. Como é que você âh, analisa o problema, levanta as hipóteses, raciocina em torno delas, analisa Faz âh comparações, assimilações, para você decidir por uma solu, solução que vai realmente solucionar o problema, embora às vezes a gente erre né. E os erros passam a ser âh, experiência de vida e não mais motivo de reprovação, etcetera Tudo tem seu limite, até porque cada um tem um conhecimento que a experiência de vida levou a ter. E você soluciona, nós solucionamos os problemas de acordo com a nossa experiência de vida, que às vezes não é a melhor solução, porque nós ainda não chegamos no patamar de buscar a melhor solução. Então é isso que o professor, que os dirigentes, que os, que os líderes têm que entender, que cada um Tem o conhecimento, que o conhecimento é individual, embora ele seja âh, ele seja, que a aprendizagem é coletiva, mas cada um produz o seu conhecimento. Que no convívio social ele se aperfeiçoa, ele se modifica, ele se transforma. Mas cada pessoa tem um estágio de desenvolvimento cognitivo né, que leva a tomar decisões que às vezes não são as melhores, mas que a, naquele momento era a condição que ela tinha. Por isso que eu gosto muito de uma frase da Fanny Abramovich, quando ela diz naquele livro dela, Quem Educa Quem?, que eu acho muito interessante, Que o importante não é, não é só ensinar, mas é entender que as pessoas chegam ao ponto que puderem naquele momento, mas que elas têm uma, mas que elas percebam que tem uma longa trajetória a seguir né. Mais ou menos isso que ela diz. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é fundamental para que possamos ter uma relação social De uma relação social harmônica, gloriosa, assim simpática, de elegante com as pessoas e de entendimento de cada um. E é isso que faz o nosso convívio social. Ser agradável, ser interessante e que incentiva as aprendizagens e que incentiva o nosso relacionamento. Porque nós somos todos iguais. E isso é importante em uma sala de aula, que o professor perceba que ele está em uma relação de horizontalidade. Todos têm oportunidade de se expressar, todos têm oportunidade de falar, que é o diálogo que permeia tudo isso e é o diálogo que nos torna muito iguais.

Quanto você contribuiu e influenciou então nessa trajetória sua de atuação no Senac, eh nos produtos que você ajudou a elaborar e ajudou a criar?
Olha, eu sempre âh, eu não, não é que eu me preocupei, mas eu acho que eu sempre consegui ser o que eu sou. Porque sempre as pessoas me disseram, não só as pessoas que estiveram comigo em sala de aula, mas as pessoas com quem eu convivi no trabalho, nas relações de amizade, que eu sempre fui muito eu. Quer dizer, âh até uma vez uma pessoa num curso, que até ela era, acho que, gerente de recursos o, de treinamento, na numa secretaria de Estado, acho que da no, do meio ambiente, se não me engano.

Acho que o acho era do meio ambiente.

Porque você não se esforça né, e você você participa com a gente como um igual. Então, você é o aprender a aprender né. Você não tem As suas teorias são suas, não são coisas que você está repetindo de livros, da onde você ouviu, que você está repetindo o discurso. Você criou o seu discurso. O discurso é teu. E várias pessoas sempre me disseram isso, que eu tinha um discurso que era meu. Até porque O discurso livresco, você repete o que o outro disse, mas nem sempre você incorporou. Porque eu acho que aprender é incorporar as aprendizagens. Por isso que é complicado quando o aluno responde hoje numa prova o que foi perguntado, E amanhã ele esquece, porque o professor pediu, deu um embrulho e pediu o retorno do embrulho, como fala o Álvaro Vieira Pinto né, no sete lições sobre educação de adultos. Que ensina, que Os mestres agiam como dando o embrulho e na prova eles pediam a devolução do embrulho. Quer dizer, faz a pergunta para responder aquilo que ele ensinou e do jeito que ele ensinou. Então, aprender é você incorporar as aprendizagens e as suas ações passam a refletir aquela aprendizagem. Então, acho que isso também contribuiu muito porque até hoje eu encontro pessoas que trabalharam comigo na década de em outros locais e que dizem para mim, olha, até hoje eu estou aplicando o que você me ensinou. Eu até eu dou risada, mas você não mudou nada, o mundo já mudou bastante né. <laughs> Eles falam, não, mas a a maneira de de de aplicar é que fica. E no Senac também, muita gente né, com quem eu convivi, com quem eu trabalhei, os cursos que eu dei até hoje dizem para mim que foram de grande valia porque elas estão aplicando até hoje tudo o que aprenderam. Outro dia eu estava num sebo ali da rua São Bento, encontrei uma pessoa que fez curso comigo né, faz acho que uns dez anos aqui no Senac. Eu nem lembrava. Ele disse assim para mim, eu falei, ah de onde que eu te conheço? Do seminário tal?

Eu falei ô, daí eu lembrei e tal. Ele falou, olha, nunca fiz um curso tão interessante na minha vida. E estou aplicando até hoje. Ele está se Ele a já se formou direito. Então né, então eu falei, mas que bom ouvir essas coisas né. E sempre eu encontro muita gente, sempre se participo de a de de de de seminários né, assim de área de educação, encontro muita gente com quem trabalhei. dei cursos né, meus ex-alunos <laughs> meus ex-alunos. Então sempre eles estão me dizendo algumas coisas assim de Que te deixam assim, âh gratifican, assim, eh gratificadas pela pelos elogios, pela maneira como eles falam, aquele carinho que eles têm né. Eu acho isso muito interessante. Você atuou no Senac até que ano? No ano de dois mil eu me aposentei. Acho que foi em outubro, mais ou menos. Você

É, trabalhava lá. Mas não era Cê Tê Gê ainda. Ah Ele passa a ser Cê Tê Gê depois. Acho que logo que eu saí, se não me engano.
Me fala um um fato marcante da sua, da sua atuação, das suas trajetórias eh, todas do Senac.
Olha eu, quando eu fui trabalhar em São Carlos, eu me esqueci de mencionar que, enquanto eu trabalhei lá, eu também promovi paralelamente as atividades que eu tinha por obrigação. Desenvolver, que eram as atividades de coordenar os projetos, os programas, os cursos, os contatos, tudo isso que a gente faz no Senac né. Eu fiz dois salões de arte, artes plásticas, que tiveram assim uma repercussão enorme, não só na cidade, mas na região, porque as pessoas se inscreveram, participaram. Âh Em São Carlos, na década de, começo da década de setenta, eu participei da organização de dois festivais nacionais de teatro amador. que foram os dois únicos, porque depois as prefeituras passaram a não dar mais apoio. E hoje o de São José do Rio Preto, que começou depois do nosso, é internacional. O de Santos também. Né. O de Santos eu acho que começou conosco. O de Rio Preto começou um ano depois. O nosso parou por falta de apoio político da prefeitura. e de dois festivais nacionais de cinema, em São Carlos. Eu sempre tive uma cu, uma cultura muito voltada para as artes também. Então, no Senac eu ah, que era a promoção do Senac de São Paulo, mas eu lá coordenei esses dois projetos de salões de arte, lá em São Carlos, que eu, lá eu dei uma amplitude um pouco maior do que ele tinha. Por causa dessa minha, né. Eu busquei patrocínios nas empresas, eu consegui dinheiro, patrocínio para montar, então eu pude montar coisas um pouco maiores. E promovia também jantares no restaurante que o Senac tinha em São Carlos, típicos. Então, noite italiana, noite árabe, e convidava os árabes da cidade para ir lá trabalhar junto com o nosso pessoal do restaurante para fazer Os jantares né, os italianos o, no noite portuguesa. E depois o pessoal do Senac tocou. Né, enquanto existia o restaurante, também houve essas essas manifestações. Eu acho que tudo o que eu fiz no Senac sempre me marcou muito. Porque o ensino profissional, eu passei a ter mais contato com ele quando eu fui. Trabalhar na escola de engenharia, que era o o ensino profissional por excelência, que já é o terceiro grau. E no Senac eu passei também a. Quando eu entrei no Senac, os cursos eram muito voltados para o específico. E eu achava que só aquilo não era suficiente né. Que tinha que ter a parte da, o os cursos tinham que abranger a parte das relações humanas e as outras questões que envolvem o trabalho, como a segurança no trabalho, a higiene no trabalho, a questão da apresentação pessoal no trabalho, que essas coisas são muito requisitadas né. Então, eu achava que a a formação tinha que ser mais ampla E a cultura geral ela era primordial para que você conseguisse assimilar as técnicas específicas do trabalho daquela ocupação. Então, por exemplo, âh por que que uma pessoa tem que se saber, se situar geograficamente, saber localizar a cidade, saber onde ela vive, conhecer a cidade onde ela vive, como é que ela se locomove dentro dessa cidade? Por que que isso é importante? Porque ela vai lidar no trabalho dela com outras pessoas de outras cidades, com outras culturas, porque as culturas são muito regionais também, e com formações das mais diversas. Então, ela precisa saber transitar nesses meios. Ela precisa saber história, ela precisa saber geografia, ela precisa ter um conhecimento so da sociologia, que é o que rege as relações humanas. E ela precisa sa ter conhecimento da legislação trabalhista, da legislação tributária. Então, por exemplo, além de tudo isso que eu já mencionei, que as pessoas precisam ter de cultura geral para poder ter uma desenvoltura no trabalho, uma postura profissional. Por exemplo, as pessoas devem saber, independentemente do curso que estão fazendo, por que pagam impostos? Aonde esse dinheiro é aplicado, que é recolhido no país? Por que que, então, nós não temos todas eh, todos esses eh, disponível, todos esses equipamentos que deveríamos ter à medida em que pagamos, na medi A pessoa precisa saber fazer análise política, âh não só política partidária, mas política de projetos sociais, de de de ações né, e de políticas públicas. As pessoas precisam saber ah, intervir, atuar. Nessas, nesses projetos para poder reivindicar, porque senão você fica reivindicando por reivindicar e não sabe nem por que está reivindicando, como às vezes a gente acon, vê né. Está entrevistando alguém que está no movimento, fulano, que que você está re, ah Não sei, eu vi passando e entrei né. E Então, eh eh a pessoa tem que saber por que que ela está ali, tem que saber reivindicar e por que está reivindicando, e ela para isso ela tem que fazer análise social e política do momento em que ela está vivendo. Para ela fazer análise social e política do momento que ela está vivendo, é necessário que ela conheça a história do seu país, a história do seu povo, a história dela nesse contexto social né. Quer dizer, contexto sempre é social. É redundante, mas âh para para para você eh fortalecer o que você está dizendo, você fala contexto social. Mas, ah então eu achei sempre muito importante que além de aprender as técnicas de trabalho, as pessoas também tinham que ter essa, tinham que ter desenvolvido essa cultura social. Não precisa ter a matéria específica, porque eu sempre achei isso muita bobagem. Mas dentro do que você está, o professor é que tem que ter uma formação ampla para que ele possa discutir essas questões com os alunos.

Não criando di âh discur âh, discursos e dia, e discussões à parte, mas fazendo com que essas discussões âh âh âh surjam daquele ensino que ele está se propondo a fazer. Isso também é uma arte. Professor, o profe, um profe Porque é uma arte ser professor. E, embora hoje as pessoas achem que qualquer pessoa possa ser professor, não é bem assim. Eu acho que as pessoas têm que ter um bom preparo, um bom desenvolvimento intelectual e uma boa formação para em
uma sala de aula. Eu tenho uma curiosidade, que eu queria que você falasse um pouco sobre o perfil desse profissional Queria que você falasse se você consegue perceber características comum entre esses profissionais que atuam nessa área né, eh Qual área? Na Na área social, que fez esse trabalho diferenciado no né. Você um, um traço? Queria que você falasse um pouco sobre
Eu acho que um uma coisa assim que me parece que as pessoas, de um modo geral, têm, elas têm que ser abertas. Elas têm que saber ouvir e elas tem, não podem nunca, aliás, professor nenhum, educador nenhum, líder nenhum, pode âh, repreender as pessoas porque não tomaram uma decisão correta. Quer dizer, não é correta, é a mais adequada para aquele momento. Eu acho que as pessoas têm que ser abertas, têm que saber entender o que foi que ocorreu com a cabeça do outro, para que ele tomasse aquele tipo de decisão. E eu acho que isso muitas pessoas que trabalham na na área da da da docência, da formação, da da da da educação comunitária têm. E no próprio centro de educação, que hoje se chama Senac Penha, e que estão ainda lidando com essas questões sociais, tem esse perfil. E acho isso essencial. Agora, as pessoas precisam ter participação, precisam ter iniciativa, precisam ter colaboração, precisam assumir o compromisso e a responsabilidade perante a sua ação. para que ela possa eh estabelecer isso também com o seu grupo de trabalho. Para mim, isso é essencial. Esse é um perfil que eu acho que tem. Não não adianta eu dizer assim, ah âh, eu deixo meus alunos participar. Na medida que você está falando isso, você é autoritário. Porque o participar não é deixar, é criar as situações em que participem. É criar situações em que tenham iniciativas, para que as pessoas sejam criativas. Ninguém pode ser criativo do nada. Não adianta eu falar assim. Ah, desenhe uma flor qualquer, como tem aquela história daquela professora que sempre pediu para o aluno desenhar a flor que ela queria que desenhasse e depois ela pede para cada um criar uma flor. E eles dese, os alunos desenham a flor que ela sempre pediu para que eles desenhassem. Então, se você não cria situações de participação, de iniciativa, de colaboração e de e de compromisso, porque quando você participa, você tem iniciativa, você assume, você se responsabiliza, você coopera com as pessoas. Então, porque o trabalho cooperativo é cada um faz uma parte, depois nós juntamos, nós vamos criar um trabalho só né. Então, é isso que é trabalho cooperativo né. Agora, se você não cria situações em que isso ocorra, você não consegue isso nem no seu trabalho, nem na sua sala de aula, em lugar nenhum. Né, nem como líder, nem como docente, nem como chefe, nem como gerente. Então, essas qualidades eu acho, assim, essenciais. Eu tenho um irmão que ele dá aula na universidade e ele diz para os alunos assim, âh ele dá várias questões, depois tem uma pergunta que ele diz assim, agora faça a pergunta que você queria responder que eu não fiz, numa prova, porque são obrigados a fazer prova. E tem algumas questões que ele dá um tempo para o pessoal resolver sozinho. As que eles têm dificuldade ele manda se reunir com ou Porque ele diz assim, quando a gente tem dúvida, está trabalhando e tem dúvida, a gente tenta perguntar para um colega que sabe aquilo para resolver o problema. E quando o colega também não sabe, a gente telefona para uma pessoa que a gente conhece, que tem mais experiência para ajudar a gente a resolver o problema, não é assim? Então aqui na sala de aula também é assim. Para vocês perceberem como é que as pessoas colaboram umas com as outras no trabalho. Então, eu acho isso importantíssimo, que nós estabeleçamos essas relações né, no nosso grupo de trabalho. Que grupo de trabalho, para mim, é qualquer trabalho. No escritório, na sala de aula, no grupo social, na na no grêmio, na associação, onde nós estivermos.

Conta para a gente um pouco sobre os relacionamentos que você cultivou no Senac.
Bom, o pessoal do centro lá é um pessoal que eu tenho o maior carinho e que tem, e que tem comigo também, porque nunca se esquecem de mim. É exemplo do que eu estou fazendo hoje aqui. <laughs> né âh Tem várias pessoas que eu não sei se eu nomear, eu posso estar incorrendo em Esquecer de de falar sobre alguém. Não é esquecer, mas de por algum motivo deixar de mencionar né. Mas é um pessoal porque eu tenho grande carinho. E no Senac, as pessoas com quem eu trabalhei, eu tenho por elas também um grande carinho, porque elas têm também comigo. Eu percebo que quando eu as encontro, é uma festa na rua, ou no restaurante, ou em qualquer lugar que eu esteja, que eu encontre as pessoas.

Então, eu acho que isso é um carinho enorme, né? Então, eu tenho, assim, embora as eu não tenha assim grandes, tenho algumas pessoas que são muito próximas de mim, que hoje também não trabalham mais no Senac, mas que trabalharam. Outro dia mesmo, eu encontrei uma pessoa no teatro, que trabalhou comigo no Centro de Tecnologia Educacional, e ela trabalhou, assim, uns dois, três meses lá. Ela fez a maior festa lá no no no no, na entrada do teatro quando ela me viu. Ela lembrou meu nome, ela conversamos muito, mas ela me deu mil abraços, mil beijos, me apresentou para as pessoas que estavam com ela. que eu fui uma grande companheira, ela ta trabalhou alguns meses no Eu achei isso fantástico né. Falei, nossa, mas que maravilha né. Então, eu acho isso assim muito bom. Mesmo quando eu viajo assim, que eu encontro as pessoas. Lá em São Carlos, eu encontro as pessoas que trabalharam comigo no Senac. Elas fazem assim a maior festa né, que saudade, mas que falta. O pessoal fala assim, mas que falta que você faz. Puxa, quer coisa melhor que isso? Para mim é muito, fico muito feliz com essa retribuição que eu, que eu tenho e ao carinho que também, que eu acho que eu sempre tive que faz né, sempre tive muito amor pelas pessoas que sempre me rodearam. E me conta as suas atividades que você tem atualmente? Bom, atualmente eu desenvolvo projetos né, eu presto serviços. Eu desenvolvo projetos âh para or, algumas organizações sociais, para o próprio Senac eu desenvolvi vários projetos. Fiz, fiz também alguns projetos na de pós-graduaçã Eu fiz também alguns projetos lá no no centro, no Cê Tê Gê, é Centro de Tecnologia. E Gestão. E gestão. do

de projetos de algumas empresas que elas mandam para eu fazer revisão, às vezes elas mandam também para eu montar o projeto, faço revisão de tese, faço revisão de de dissertações, de mestrado, teses de doutoramento